Os quatro estão vivos, o eu tenho um ótimo relacionamento com eles, são excelentes pessoas. Um deles agora até estava no hospital até antes de ontem, está está com Alzheimer já razoavelmente avançado e já está com oi Fica no hospital, de vez em quando vai, dá um susto no pessoal, a minha avó que é casada com ele também não enxerga muito bem e tal, mas eles vão levando lá do jeito que dá. O outro casal, os pais pais da minha mãe já estão muito bem, minha avó ganha umas maratonas da terceira idade de vez em quando e meu avô com seus oitenta e dois anos ainda é taxista.
Conta um pouco qual o nome dele.

Conta um pouquinho, eh como que, você disse que é muito bom o relacionamento com com eles, conta como é que era na Você lembra dessa coisa de ir para casa dos avós? Como que era isso?

Lembro bastante. A minha família é, é bem religiosa, bem católica, e por isso ela é bem tradicional. Outra coisa que me chama a atenção também, que me eu acho que me diferencia das outras, é que a fami, a família é muito pequena. Meu pai tem dois irmãos só, um irmão e uma irmã, e a minha mãe tem um irmão só. Então é todo mundo muito muito fechado. E eu me lembro bem de todos os domingos ia, ia almoçar jan, almoçar na casa de uma avó, aí no outro domingo tinha que ir na outra, aquela coisa. Então, bem, chegávamos lá por volta do meio-dia, almoçava, ficava ali vendo o Faustão com a avó do lado ou com os primos. Sempre foi bem assim, né? Nosso relacionamento foi basicamente esse. O domingo eu sempre soube que o domingo era da família. Era principalmente quando eu era mais novo, era a missa do das dez e meia às meio, às onze e meia, ou das das onze ao meio-dia, depois já íamos direto para a casa da vó, onde a gente ia almoçar, banquete mesmo né, comia comia-se bem, com todo mundo da família. E e ge, a gente sempre se deu muito bem, minha família nunca teve histórico de nenhuma briga, nenhuma discussão, pelo menos não que eu lembre, né, já tem histórias mais antigas um pouco, mas para mim, né, dentro da minha cabeça, sempre uma família que funcionou bem e nunca teve nenhum problema.
E tem algum episódio desses aí de domingo que você se lembra com mais
Olha, episódio, aí eu vou fugir um pouco do domingo e vou levar ele para o Natal. No Natal, sim, Natal eu sempre lembro bastante de. Aí Natal a gente, como a minha família é, é um pouco maior, né, do que a do dos meus tios, então, às vezes a gente fazia lá em casa, né, então, aí chamava os meus quatro avós, né, de uma família e de outra, e passávamos o Natal junto, e eu lembro bem Uma coisa que me marca bastante até hoje é antes da ceia, né? Que a gente fazia o Pai Nosso e eu via meu meus avós, assim, todos já velhos, né? Já E naquele momento, não, era um momento que eles ganhavam uma força, assim, e e cant, rezavam, oravam o Pai Nosso com uma garra, assim, que dava gosto de ver, sabe? Acho que dos meus avós é o que mais me marcou. Teve alguns outros episódios, eu era muito Eu era muito traquinas quando eu era pequeno, né? Aí eu lembro de alguma, um tapinha ou outro. Mas eu era o único neto que apanhava, os outros não. Mas o que mais marca mesmo é é o Natal, eu acho, sem dúvida. Acho que a família toda esperando até o final do ano para chegar o Natal.

Avós. Uma pergunta que eu esqueci de fazer, mas

Os meus avós, eh pais do meu pai, meu pai já é português, né? O os pais dele também. Então, são todos de lá, de um vilarejinho que chama Pombal. Eu estive lá ano passado, mas a minha memória não é boa. Mas eu estive lá, sim, e conheci alguns irmãos deles, né? Gente Todo mundo, gente muito boa assim, me trataram muito bem lá. Os dois, meus dois avós, por parte de pais, são lá de Portugal.

Você lembra qual era a sua impressão disso, pequeno, vendo aquilo? Uhum. Bom eu, eu sempre
Eu nunca fui muito religioso. Eu ia para a igreja mais por causa dos meus pais mesmo. Eh Ainda não decidi se eu acredito em Deus ou não, mas uma coisa que acho que desde pequeno eu sempre tive é acreditar na fé. E acho que talvez esse seja o o motivo principal, que era ver o meus, meus avós ali acreditando que realmente aquele momento estava estava valendo, que era aquilo ali, era família unida, e era fé, era crença. E acho que o que mais me marcou entre Natal e igreja e tudo mais, na igreja também eu sentia muito muito forte a fé, mas a Do Natal, sem dúvida nenhuma, era era essa crença da minha, dos meus avós que me chamava atenção muito.

Ele é português, veio para cá com uns doze anos.

São meus tios, todos portugueses. Meu pai é o mais velho, veio para cá com doze, minha tia devia ter nove e o meu tio era recém-nascido. E vieram para cá. Aí meu pai, eu sei que ele estudou pouco, ele foi só até acho que a oitava série. Aí também naquela época já já íamos, ia eles iam até a oitava série, já começavam a trabalhar. Aí ele já trabalhou, te teve uma empre ele Trabalhou de caminhoneiro, teve uma empresa de ônibus, te teve não, ele era, ele chegou a ser diretor de uma empresa de ônibus, desculpa, ele dirigiu micro-ônibus antes, aí ele se tornou diretor de uma empresa de ônibus grande lá em Osasco, que é a Autonomista, e mas era um processo de eleição e tal, e aí num num dado momento ele saiu fora, não não ficou mais lá. Nesse momento ele comprou uma padaria,

Ele foi, entrou na sociedade, mas entrou só com dinheiro, não queria trabalhar também, colocou um irmão dele, não deu nada certo. E aí ele, bom, em dois mil e seis, se eu não me engano, ele vendeu. E aí ficou um tempo parado, uns seis meses. Meu pai é muito muito trabalhador também, muito focado, não quis tirar um tempo de folga para ele, até falei para ele, não, tira uma folga e tal. Lembro que na época ele falou que não, que ele queria logo arrumar alguma outra coisa. Bom, foi foi dando, no final das contas deu tudo certo, ele arrumou uma lotérica no centro de Osasco, Vida Marechal Rondon, é bem bem centro, fica perto da Autonomista lá que é a, acho que a maior, a mais importante venda de Osasco, já perto da divisa com São Paulo, e está lá até hoje, já há quase dois anos, se eu não me engano. ele e minha mãe, e lá está dando tudo muito certo. Não não não é desgastante para eles, não trabalham pouco. E eu acho que isso foi muito importante eh, exatamente por eles trabalharem menos e agora trabalharem juntos. Porque quando eles tinham uma padaria, meu pai abria e minha mãe fechava. Então eles praticamente não se viam né, eles passavam muito pouco tempo juntos. e essa era a minha época de colégio tal e eu sempre achei isso uma babaquice uma coisa de louco não precisava tudo aquilo ou talvez precisasse não tinha muito não tinha o controle das contas da casa né mas talvez precisasse, mas hoje não hoje eu vejo que eles estão numa boa estão se vendo estão mais tranquilos a carga de trabalho está menor também meu pai acordava quatro e meia na época da padaria e agora eles já já estão trabalhando juntos estão melhor. Sobre a minha mãe Bom, eu sei que minha mãe foi muito inteligente, estudou bastante quando era nova, chegou a passar em primeiro lugar num concurso para ser, não sei quê no, na Caixa Econômica Federal, que para a época era um bom emprego. Não aceitou, porque minha avó não deixou, alguma coisa assim. Acabou indo trabalhar, porque aí não daria para estudar, ou ou era longe, acho que era longe esse problema, imagina, é perigoso voltar tarde. E aí ela arrumou um em, um emprego numa empresa ali perto, continuou estudando um pouco, entrou numa faculdade, acho que de segurança social, alguma coisa social, secretaria social, não sei. Largou no meio, ela fazia Puc, Puc São Paulo, largou no meio. E aí acho que tem um um pedaço da história que eu nunca me dei conta, mas que eu não sei não, mas. Bom, acho que ela casou com meu pai <laughs> e foi virar dona de casa em São Paulo. Meus pais. Meu pai teve uma casa muito cedo, né?

Inclusive meus avós moram lá até hoje, os quatro, são vizinhos de frente, meu pai e minha mãe se conheceram assim, né? E aí meu pai logo comprou uma casa né, naquela, diz ele que naquela época era fácil, qualquer qualquer pessoa que trabalhasse mesmo de caminhoneiro já tinha dinheiro para comprar uma casa, comprou.

Quando eles casaram, mudaram para lá. E foi lá, inclusive, que eu tive minha infância, eu e meus irmãos, até noventa e E, bom, acho que a história da minha mãe, de certa forma, está sempre ligada a do meu pai, né? Ela nunca, pelo menos não que eu me lembre, teve um emprego, sempre meu pai tinha padaria e ela ia participar também. Minha mãe mexia mais na, mexe até hoje, na parte de contabilidade e tal. Meu pai um pouco mais técnico, um pouco mais relação com funcionário. Meu pai é mais durão, minha mãe é mais molona, também não não dá. Se depender dela, deixa o negócio desanda um pouco. Então, até que eles fazem uma parceria boa, assim, entre os dois.
E, bom, acho que a história dos dois é mais ou menos essa. Você sabe a história de como eles se conheceram moravam próximo, né. Sabe como foi essa história, conhece um pouco.
O que eu sei é que os dois... Sempre sempre se conheceram né, por ser vizinhos sempre. Uma parte da família portuguesa né, do lado do meu pai, a outra parte não era, já eram daqui né. E Até onde eu sei, tinha uma certa rixinha. Eles se davam bem todos assim, pelo menos no social ali na rua, nunca teve nenhuma briga, nem nada, pelo menos que eu saiba, mas ainda tinha uma coisa, ó os portugueses e os não portugueses ali, eh então essa a fa, as famílias não se cruzavam muito, <coughs> apesar de morar assim, exatamente um de frente para o outro, exatamente. Só o meu tio, por par, o irmão do meu pai era muito amigo do irmão da minha mãe, mas aí o vô da minha mãe já não gostava dele. Assim, não gostava, né? Era coisa do do do velho e da da do moleque, lá ficava, é, esses moleque, não sei o quê. E Então, já tinha essa certa rixa. Exatamente como meus pais se conheceram, realmente eu não lembro. Quer dizer, não lembro não. Essa acho que eu não sei, porque eu lembraria. Mas eu sei que eles cresceram juntos sempre. Meu pai era um, foi um dos que arrumou, ele tinha um micro né, que ele levava o pessoal para. Ele trabalhava com isso né, micro-ônibus, levava o pessoal para ir para a escola, se eu não me engano, ou ou fazia uma linha, não não estou se, não estou certo. Mas eu sei que <coughs> meu pai levava o pessoal para a praia, às vezes, o pessoal da rua assim, juntava todo mundo da rua, eh vamos vamos lá, pegava o micro e ia para a praia. E eu sei também que tinha uma pessoa na rua que tinha televisão, então todo mundo ia se encontrar na casa da pessoa, ver televisão. Agora, isso aí tudo não está envolvendo exatamente eles, né. Imagino que nesse, nesse meio tempo aí, entre nesse trâmite, ah vamos para a praia, vamos ver televisão na casa de tal pessoa. Aquela coisa bem de rua mesmo, bem antiga. Eu peguei um pouco disso porque eu morei numa viela. A minha geração acho que já pouca gente pegou. Aquela coisa de de ser criado, não ser criado na rua, mas estar o tempo todo na rua, acordar e ir para a rua.

Não, vou para a rua. Não vou para a casa de ninguém, não vou encontrar ninguém, vou para a rua. E eu imagino que tenha sido alguma coisa mais ou menos assim. Não sei se desde pequeno, talvez um pouco mais velho, mais adolescente os deles, e meu pai já com um carro e tal. Mas acho que foi isso.
Você sabe por que que seu pai veio para o Brasil?
das conversas que eu tive com, não só com ele, mas com meu pai, com meu vô e com a minha vó também, a situação que eles viviam lá em Portugal era muito dura né. Eles tinham ainda essa ideia de que ah o Brasil, e o Brasil estava bem realmente na época né, e Portugal não eh, nunca foi um país muito, com a economia muito forte né. E aí, pelo menos das histórias que ele conta, eh eu já questionei ele, por que que você veio para cá? E ele fala coisas do tipo, poxa, mas lá a gente não tinha geladeira, a gente vivia, eles viviam num vilarejo, não viviam em Lisboa, né? Lisboa ainda é uma cidade grande, mas num vilarejo afastado. Né, na verdade, um vilarejo que a cidade grande ainda era Pombal, e aí ainda a, para ir de Pombal ainda tinha Lisboa, então era realmente pequenininho o lugar, eu estou tentando lembrar o nome e não estou lembrando, mas eu estive lá ano passado, e é realmente afastado, assim, mais ou menos no meio da estrada, E então era aquele negócio, juntava todo mundo, ah tal tal vizinho matou um porco, então já matava o porco, já dividia entre todo mundo, porque não tinha muito com como conservar entendeu, e aí o inverno lá é bravo, era era era uma pobreza mesmo, era uma miséria que eles viviam lá.

Aliás, isso é uma coisa que eu nunca entendi, porque na época não tinha rua, não tinha trem, não tinha nada. Quer dizer, tinha o trem, Mas, então por que não se, não se colocar perto do trem, né? Ele co, se colocou, eles pegavam assim, de bicicleta era quarenta e cinco minutos, uma hora para chegar até o trem. Isso é uma coisa que eu nunca entendi. E meu vô fala até hoje, ah, nesse meio aqui não tinha nada. Pô, mas se não tinha nada aqui, por que você foi fazer lá, né? Vinha para cá, mas... E aí veio minha avó, veio acho que, vieram mais um, mais uns dois irmãos, talvez, um ou dois. E e aí bom, como era irmão da minha, da minha, da minha avó, bom na família portuguesa sempre quem manda é a mulher. Né. Então isso para mim é uma coisa que tem muito claro também, Eu entrava, entrava pela casa, quando eu entrava em casa, minha avó já... Ô Zé, você não está vendo que o menino chegou? Vai buscar um refrigerante para ele. Mas ele, meu vô nem tinha me visto ainda, sabe? Durona mesmo e tal. Então, o motivo que eles vieram, né?

E aí, aos poucos, vieram mais um ou dois irmãos e minha avó veio nesse, nesse meio aí. Ali na Baronesa, todos acabaram morando próximos. Meu tio tinha um mercadinho, a minha avó tinha um bar, alguém ali para cima montou um um supermercadinho e e ficaram por ali. Então, esse foi o motivo que eles vieram.

Acredito que pelo mesmo, pela mesma razão né, atrás de condições melhores. Pelo que eu entendi, a condição lá era realmente de miséria mesmo, de de pobreza.
E o o, os seus irmãos, quem são? Eles, conta um pouco quem são eles.

Durante a infância, a gente cresceu todo mundo mais ou menos ali no mesmo bolo, né? Como eu falei, quando minha, meu pai comprou essa casa na Vila São Francisco, morávamos todos ali. E tinha alguns vizinhos também, gente da nossa idade, dois deles são amigos meus até hoje, muito amigos.

E a gente cresceu todo mundo muito junto, sempre se relacionando bem. Meu irmão é muito mais quietão, então ele é muito fácil de se, de se relacionar. Eu me dou muito bem com ele, eu apesar do resto da família não achar isso. E a minha irmã, eu acho ela um pouco mais crica, e ela sabe disso, que eu acho isso, e que ela, e ela acho que concorda também que é assim. E com ela, às vezes, eu tenho brigas esporádicas até hoje, né? Agora em menor escala né, um pouco mais maleável da minha parte e da parte dela também. Mas a gente, a gente brigou razoavelmente bastante quando era pequeno. Mas aí eu não considero isso briga né, que é briga de criança. Briga porque prendeu o dedo dele na porta, mas dá dá dez minutos, os dois já se acertaram, quem está bravo é a mãe. Aconteceu muito isso. Eu brigava com a minha irmã, ela ia contar para minha mãe, minha mãe batia em mim, depois ela minha irmã vinha pedir para minha mãe segurar. Não, não bate nele, não bate nele, né? Mas a gente se dá bem até hoje. A minha irmã formou na usp, em contabilidade, no ano passado, ou no retrasado, acho que retrasado. E hoje eu falei para ela já, hoje ela quer abraçar o mundo né, ela quer concurso público, ela quer trabalhar na em, na empresa privada, ela quer ela quer ser empresária, ela já pensa em montar uma lotérica, já pensa em montar um restaurante, eu já falei para ela também que é muito cedo. E quer dar aula em universidade também, ao mesmo tempo que ela está fazendo mestrado na usp Então ela quer tudo. Eu já falei para ela que não vai dar para ela fazer tudo, que ela tem que se acertar. E aí ela sempre vem pedir, eh me ajuda, o que que eu faço? Faço isso, faço aquilo, faço outro. Sei Quem tem que escolher é você. Inclusive eh, uma coisa boa dela é que ela já experimentou de tudo. Nessa tentativa de fazer tudo, ela já, ela ela até pouco tempo atrás estava trabalhando né, num num trainee na Anglo-América, uma a terceira maior mineradora do mundo, fazendo estudando para concurso público por fora, fazendo mestrado e dando aula em uma universidade particular. Uma coisa totalmente impraticável. Só o primeiro é quarenta, são eram quarenta horas por semana. Então, totalmente impraticável, mas ela de alguma forma conseguiu fazer tudo isso ao mesmo tempo que que estava namorando, levava o namorado ali, não sei como. Até porque eu estou fora né, eu faço faculdade em Campinas e não acompanho o dia a dia ali. Mas ela conseguiu fazer tudo isso e ela simplesmente não consegue tomar uma decisão na vida dela. Ela é muito inteligente, muito esforçada, muito disciplinada, muito crica comigo também, a gente briga de vez em quando. E Mas ela tem que tomar uma decisão na vida dela, é a visão que eu ve, é o jeito que eu vejo. O O meu irmão não, meu irmão já é o contrário, meu irmão não quer nada. Ele é um cara tranquilo, de boa ali, devagar, ele faz também contabilidade na usp agora, entrou esse ano, está está gostando da faculdade, mas também não vai muito atrás das coisas, ele quer treinar futebol na faculdade, mas não vai atrás disso, fica ali, na boa, se ninguém encher o saco dele, ele fica ali paradão, né, tanto que ele estava o dia inteiro, ficava o dia inteiro em casa, ele faz faculdade à noite. E aí minha <coughs> minha mãe até falou, não, você vai ficar em dia, o dia inteiro em casa dormindo, vem aqui para a lotérica, fica aí ajudando, faz alguma coisa aí, porque o dia inteiro em casa não dá. Mas com o meu irmão, o meu irmão é tranquilo, eu não, sempre me dou bem com ele. O resto da família não acha, acha que ele é muito parado, que ele é muito acomodado, ou que ele é muito chato, mas por algum motivo a gente gente se dá muito bem. Um monte de gente já me falou que, ah, porque você é o irmão mais velho, né, você que é a referência tal. Isso é uma coisa que eu custei um pouco a entender também, e de fato acho que é inegável que todo irmão mais velho tem uma influência razoavelmente grande sobre o irmão mais novo, né? Salvo casos espe, eh excepcionais que um vivem longe, não sei. Mas eu, eu tenho para mim que o meu irmão sempre me viu como exemplo e isso, aliás, é uma das coisas que tenta me manter na linha também, né? Eu já sou razoavelmente ambicioso e tal, então já quero ter atingir meus objetivos e vou atrás deles, mas o meu irmão também, quando eu entendi isso, né, que eu tinha uma influência sobre o meu irmão, opa, então tem uma responsabilidade extra aqui, né, então vamos vamos entrar na linha
<laughs> E como que era, quais eram e como que eram as brincadeiras na infância?
Ó, que eu me lembro, muito futebol, muito futebol, e aí eu eu não, não tinha meus irmãos, Minha irmã é menina, menina quase não jogava futebol, jogava de vez em nunca. E o meu irmão, por ser três anos mais novo né, quando você tem dez, você não vai jogar com ninguém que tem sete. Hoje eu jogo bola com ele, mas mas na época não. E meu irmão também sempre, sempre foi muito queridinho da minha mãe, por ser o mais novo. Vocês têm que proteger seus irmãos, então às vezes ela não, ela não deixava também. Mas muito futebol. Eh, uma certa época, ela arrumaram umas tabelas de basquete, brincava um pouco de basquete. Ehh, esconde-esconde muito, principalmente quando caía a força do bairro, esconde valia a viela toda né, então tinha uns carros ali, entrava na casa de alguém e tal. Videogame também, bastante. E tinha aquela, eu não lembro o nome daquilo, mas era tipo pular sela, alguma coisa assim, pulava, aí falava um nome, aí a partir de, cada um chamava uma brincadeira, aí fazia a brincadeira que quisesse. Quando eu era mais novo a gente brincava de como é que era o nome daquilo? Ah, não sei, acho que stop, não não era stop, mas tinha que acertar o nome do carro que o outro estava pensando. A gente brincava bastante disso também. Bom, acho que era só, era brincadeira de moleque mesmo, era subir em árvore, era cair de árvore, vivia ralado. Eu e um amigo meu vivia ralado, era chutar bola, a bola caiu no vizinho, pulava na casa do vizinho, o vizinho ficava bravo. Era ir pedir bala na casa do cara lá, que o cara sempre jogava bala para a gente, então a gente jogava uma pedra lá e pedia uma bala. Um amigo meu ia na casa do outro pedir bolacha, era era coisa assim, ah vai passar alguma coisa na televisão, algum jogo, ia todo mundo para casa ver, era coisa de rua mesmo. Todo mundo ali, era uma viela mesmo, vinha a rua e fazia uma viela, e todo mundo ali tinha filhos, não sei se é uma coincidência ou não, mas todo mundo ali tinha gente da nossa idade para brincar, tá? Da nossa idade, né? Dos sete até os quinze brincava todo mundo junto ali, né? Porque era mais velho, tinha uma uma hierarquia natural ali. E se divertia todo mundo junto. Aí, aos poucos, a galera foi mudando de lá. Na verdade, a gente não cresceu. A partir de um certo ponto, todo mundo começou a sair de lá. Não sei porquê. Bom, uns uns já casaram, foram embora. Eu mudei, um outro amigo meu mudou, mudou. Mudou, é. O pessoal foi embora mesmo, eu acho. Mas eu, eu para mim, eu se eu pudesse escolher uma infância para os meus filhos, eu ia querer algo bem parecido. Me divertia muito. Tinha a época do geladinho também, tinha uma mulher que começou a fazer geladinho, então a gente ia lá, todo mundo, ah, vamos lá pe, cada um ia para a sua casa, pegar vinte centavos e ia tomar um geladinho. Geladinho tem uma passagem que eu muitas vezes eu não podia tomar, porque eu tive bronquite a vida toda, né? Inclusive fiz uma uma cirurgia razoavelmente importante de pneumonia com Mas às vezes minha mãe não deixava eu ir, aí como não vai deixar eu ir? Eu estou bem, ah mas, mas você pode ficar pior. Eu tinha um pouco que eu era tratado como doente assim e, sendo que muitas vezes eu não estava. Eu tinha crises duas, três vezes por semana, é verdade. Mas, mas eu não sei até que ponto que é legal você se privar de algumas coisas, né? Se privar de de fazer coisas que você quer, pensando que você pode ficar doente amanhã.

A vida que podia ter sido, e que não foi, o autor acho que, Manuel Bandeira? Não sei. Algum deles aí, que deixou de viver por causa da tuberculose, acho. Na época eu não tinha lido, não sabia disso ainda. Mas eu falava, minha mãe, eu lembro de algumas brigas que eu falava, ah, mãe, você me trata como doente, eu não sou doente, eu fico doente, mas eu saro. Aí é, essa briga foi Meio feia aí, mas, mas Sim, nessa época, assim, até até eu mudar de lá, até a quarta, quinta série, isso aí são o quê? Dez anos, onze anos?

Até essa época era só amigo da rua. Eu não, não lembro de sair com amigos de escola, de. Tinha, provavelmente tinha, mas o que me cha, o que me marca mesmo, que eu lembro bem, eram essas brincadeiras na rua, que era o que eu gostava de fazer.
Conta um pouco qual era a sua relação pessoal, esquecendo a sua mãe um pouco, Com a coisa da bronquite. Uhum. O que você sentia tendo isso, sentindo esse ataque?
Isso é uma coisa não não é para citar minha mãe, mas eu vou citar. Eu conversei até com ela. Porque é engraçado que eu não lembro muito de eu tendo bronquite, de eu... Essas lembranças, inclusive as lembranças do hospital, que antes da cirurgia eu fiquei bastante tempo internado. Eu não tenho muito essas lembranças negativas, né? Minha mãe quase chorou quando eu falei isso para ela. Sério, nossa, que bom e tal. Mas eh, não tenho muito. Eu não lembro de eu tendo crise.

Duas vezes, alguma coisa assim. Mas eh nada que que me chamasse atenção. Eu lembro assim de acordar, minha mãe já estar fazendo inalação em mim, sem eu nem ter, nem ter tido, nem ter acordado por causa da crise. Porque eu chiava muito né, crise de bronquite, aquele E minha mãe ouvia do outro quarto, se bem que ela não devia nem dormir, né? Minha mãe, desesperada do jeito que é, já devia ficar pensando, ah hoje vai ter crise, hoje vai ter crise. Então, ela já dormia com com o olho aberto, né? Então, tinha essa coisa, mas eu não tenho muito essa lembrança de ter bronquite, de de estar faltando ar mesmo, de não conseguir. Nem no hospital. O hospital, para mim, que era um um lugar até legal quando eu fiquei lá, né? Bom, deixa eu falar um pouco do hospital, então, né? Tive bronquite a vida toda. Até os doze eu tinha crise. Com sete anos, eu tive, eu tive essa pneumonia, né? Fui ao médico. A médica diagnos diagnosticou como hepatite. Então, comecei um tratamento errado aí para hepatite. Ficou bastante tempo. Estava conversando isso com meus pais antes de ontem, por acaso. Eu Eu lembro de alguma coisa do tipo um mês. de tratamento errado. Meu pai falou uma semana, minha mãe discordou dele, falou que era mais que isso. Talvez aí umas duas semanas ou três, né tratando para hepatite, sendo que eu estava com com pneumonia. E aí a médica deu, foi um erro médico, deu até um certo problema tal nesse meio, por causa disso até eu fiquei como vip assim no hospital né, porque poxa, o do hospital estava na reta né. Meu pai já conhecia também o diretor, porque como ele trabalhava na empresa de ônibus, ele ele já fazia seguro para, seguro de saúde para quinhentos funcionários. Então eles tinham um relacionamento ali, bom, vai eh de negócios, mas negócio um relacionamento bom. Então, eu fiquei três semanas fazendo tratamento para para hepatite, aí a médica falou assim, não, não a, acho que não é hepatite, eu não estou conseguindo descobrir o que é, mandou eu fazer um ultrassom, essa cena eu lembro bem, foi um japonês ele fazendo o ultrassom em mim, e aí ele olhou assim e falou, nossa, mas esse menino está com uma pneumonia grave, minha mãe já desabou de chorar, eu já fui, já fui internado direto, né. Aí fui internado, aí meus pais já chegaram, né? Eu lembro que eu não passei nenhuma noite sozinho no hospital, nenhuma das cinquenta e uma noites que eu fiquei no hospital, até decidir fazer a cirurgia. Aí meu pai já foi, já já conhecia o diretor do hospital, o doutor Rubens, um médico sensacional, gente fina, eficiente, competente, tudo. E aí, eh sempre tinha alguém lá comigo, se não era minha mãe, era minha ma, era meu pai, se não era meu pai, era minha mãe e meu pai, e mais amigos, mais família. Então, eu eh, eu não não tenho essas lembranças ruins, né? Uma lembrança eu tenho, foi um dia que, não sei se vocês sabem, mas para pneumonia a gente coloca uns drenos aqui do lado, né? Um tubão que fica tirando a inflamação. E um dia minha tia pisou nesse tubo e o tubo mexeu lá dentro. Aí foi um dia realmente que doeu bastante tal, mas mas pontual. Eu lembro de eu trocando curativo, que eu não gostava, tal. Mas esse negócio de ficar o dia inteiro, minha mãe falou que eu chorava todos os dias.

Não lembro mesmo. Então eu falava para minha mãe, eu até gostava. Eu almoçava no hospital. Daqui a pouco vinha minha avó e trazia uma lasanha. Às quatro da tarde eu pedia para o meu avô para ir comer um pastel, ele ele trazia para mim. Eu não tinha problema nenhum. Eu eu Pelo menos do que eu me lembro, eu gostava de ficar lá. Um certo dia meu meu, meu tio me deu, me deu um videogame, né aí o dre, o o soro ficava aqui, a gente passou para cá para eu poder jogar. Ficava o dia inteiro jogando videogame. Um monte de gente ali. Tudo que eu pedia era atendido na hora.

Eu lembro, porque uma das coisas que eu tinha que fazer era que andar Aí eu tinha que fa fazer exercício para o pulmão expandir. Então, tinha até uma maquininha de soprar lá para expandir. Tinha que fazer umas caminhadas ali no corredor. Às vezes eu não queria, coisa de moleque. Teve até um dia que meu pai me bateu para eu ir andar, eu joguei isso na cara dele algumas vezes, não deveria ter feito isso. E o meu vô, meu vô que hoje está está bem doente, ele vinha para mim assim e falava assim, tens que andaire E aí a, esse daí eu baixava a cabeça e ia mesmo, que esse daí não não dava para negar. Outra coisa que eu não gostava é como eu ficava muito tempo deitado, não ia no banheiro, né, tinha que usar supositório a cada três dias, mas acho que na época isso não feria a minha hombridade ainda.

Então ele sempre ia lá tal, toda terça e quinta ia lá brincar com a gen, comigo né, meu pai e minha mãe entravam na brincadeira ali e tal. A verdade é que eu não acompanhei os trâmites da coisa, né? Para mim, eu até falei com minha mãe, falei, ah, mas não foi muito grave o que eu tive lá no hospital, né? E ela falou que foi, sim, eu corri o risco não de morrer, mas de perder um pulmão, né? E vive-se sem um pulmão, mas eh subiu dois lances de escada, já está sem ar, uma vida bem limitada mesmo, né? E então, foi razoavelmente perigoso, foi grave a coisa e tal, mas eu por ter sete anos não fazia nem sentido que alguém passasse informação para mim, né? Vai saber como é que a criança vai administrar, ou na verdade não vai, né? Não vai administrar isso. Então, eu estava meio fora da coisa. E as coisas ruins que eu tinha, que era sentir dor o dia todo, não lembro. Então, tudo o que eu, tudo o que eu lembro de lá são as partes boas, as partes ruins é minha mãe que me conta. Não sei nem porque ela me contou, aliás, podia nem ter contado.

Anterior a isso, eh o medo, você não teve medo de cirurgia, nada? Nunca tive, eu não gostava era
De, de Eu não gostava de tirar sangue, pois eu não sei porquê, porque eu nunca tive nenhum problema com agulha. Assim eh eh, até a, até aquela data eu tirava sangue, tudo sem problema. Mas por algum motivo não gostava mais de tirar sangue, bati na mulher lá algumas vezes. Mas fazia. Não gostava de trocar o dreno, porque doía arrancar o esparadrapo. também chamar isso de dor é brincadeira, né? E não não tinha nenhum medo de cirurgia, pelo contrário, até queria ser médico, porque eu ia muito ao médico, né? Por ter bronquite sempre, mas era aquela coisa, chegava, o médico já me conhecia, né?

Ah, fazia lá, colocava o estetoscópio lá. É, é, está com está com chiado. Ah, toma esse remedinho aqui. Vai lá, amigão, obrigado. Pô, eu achava profissão legal, né, ajudar os outros sem sem, sem nada assim, não tinha, eu não via sangue, cirurgia, nem nada. Então eu até queria ser médico até um certo ponto. Até um certo ponto da minha vida. Foi até Não sei, mas. Talvez até a sétima, oitava série, quando eu comecei a entender o que era fazer medicina e o que era ser médico. Aí acho que eu comecei a ver que não era muito minha praia, né? Porque, assim, que tinham mais coisas, além do do tapinha nas costa, colocar o estetoscópio ali e falar que estava tudo bem, que era só tomar um xarope. Aí eu já vi que que não era muito minha praia e aí tomei outro caminho.

Tem uma coisa que você falou agora do seu avô, te falando para andar. Uhum. Meu avô é português, então eu sempre penso, sotaque do seu pai, é forte, você chegou a pegar isso
Não, o meu pai, meu pai para mim não tem sotaque. Quem é de Portugal e conhece ele aqui, às vezes fala, o senhor é português. Mas assim, é alguma coisa mínima, né? E para mim, eu eu eu já estou muito acostumado com o jeito deles falar, né? Meu vó e meu vô, eles sim, eles falam bem carregado. Um português bem arrastado. Inclusive, agora, né? De vez em quando eu levo meus avós no médico, né? Como todo mundo trabalha e eu não. Eu ainda, né? Começo ano que vem só. Mas às vezes eu levo eles no médico e. E ago, hoje eu percebo a dificuldade que as pessoas têm de entender minha avó e minha avó de entender eles. Então, outro dia eu levei minha avó num médico peruano, que foi uma uma palhaçada. Eles praticamente não se comunicavam. Eu ouvia ela falando, fa passava para ele e ele passava para mim para eu passar para ela, porque não tinha a menor condição. Minha namorada reclamou ago, reclamou, comentou agora também que, que acha o sotaque da minha avó arrastado e que ela demorou para entender. Eu nunca, não sei eh, bom, eu fui criado assim, né, ouvindo esse mesmo, mesmo sotaque, nunca achei nada demais. E agora, meu vô estava no hospital no começo da semana, e aí eu Entrou uma enfermeira e minha vó tentou conversar com ela também e não havia comunicação. Minha vó falou cinco minutos e a sobre o, sobre o a data que ela, que ela ficou no hospital e quando ela terminou de falar, a enfermeira falou assim, mas a senhora já ficou aqui, né? Então, você não entendeu nada que minha vó tinha falado. Eu ri e tal, contornei a situação ali e a mulher foi embora, mas ela não fazia a menor ideia do que minha vó estava falando. Mas, hum, até onde eu sei, não tem criado muito problema. Agora que minha avó está ficando um pouco mais surda, já está com uma boa debilidade auditiva, mas aí agora está está ficando mais complicado. Meu vô, por causa da doença do Alzheimer e tal, já fala muito baixo, já está muito. Então, a comunicação entre eles é muito difícil, né? Que a minha avó, que está, que está sã. escuta muito mal e enxerga muito mal e o meu vô fala muito baixo então eu sinceramente eu queria colocar umas câmeras ali para ver como é que eles se se comunicam eu acho que é mais da base do intuição né. Ah todo dia mais ou menos assim então vai fazendo assim, vai faz a comida põe no prato, o velho já sabe que está lá, vai que senta come, tira. Deve ser alguma coisa assim porque a eu não consigo entender como eles se comunicam deve ser muito
Algum sonho âh de infância? Sonho mesmo astronauta, você, alguma coisa ou então alguma coisa muito prática mesmo, eu quero ser professor, médico, fora isso. Tinha algum outro fora ser médico?
Não viu, eu sempre

Médico eu sempre quis ser, depois abandonei. E que eu me lembro assim, alguma coisa, algum devaneio assim, não lembro de ter tido, não.
Outra coisa, eh você disse que eram muito traquinas. Hum. Me conta um pouco sobre isso, o que <sighs> que que é
Bom, eu já vi crianças muito piores, mas acho que para a minha família ali, toda católica e tal, ah, eu a eu era disparado o mais traquinas. Um evento né que todo mundo comenta até hoje até, eu fico meio com vergonha às vezes quando comento, foi uma festa que teve lá em casa, um aniversário, uma fe, um aniversário ali, tinha um churrasco ali e tal. E lá em ci, e a gente tinha, a entrada da garagem era por cima, né, e tinha uma escada bem bem íngreme que que dava ali no quintal, né, e a festa estava tendo a, estava sendo ali no quintal, né, onde o pessoal fazia o churrasco e tal. E lá em cima ficava o bujão de gás vazio, né, a gente tinha que, um um fica, um ficava no fogão e o estepe vai e ficava lá em cima. E eu, uma certa festa, meu pai mandou eu pôr a blusa, eu falei que não ia pôr, ele falou, põe a blusa que está frio, até por causa da bronquite e tal, eu vivia agasalhado sempre. E não vou pôr, ah fiquei bravo, subi, peguei o bujão e joguei lá para baixo né. Então ele veio, pá pá pá, no meio da festa lá, depois apanhei, acho, devo ter apanhado. Esse é uma da, uns eventos que eu não lembro, mas que todo mundo comenta, quando cai no assunto, puta, você era fogo quando era pequeno, Fatalmente alguém vai comentar essa história.

Porque minha mãe sempre fala, ah, podia acertar alguém. Tinha outras crianças, tinha. Meus avós já não eram, já eram idosos também, não tinham condição de sair correndo do bujão, né? Então, acho que de traquinagem foi eh essa era a maior. Tem algumas outras. Uma vez com um graveto, ten fo, tentei abrir a maçaneta do carro com um graveto e o graveto quebrou tudo lá dentro, ferrou tudo. Uma vez eu fui jogar um uma pedrinha na no muro, acertei um carro, mas não quebrou, não chegou a quebrar. Era uma pedra pequena, mas tomei bronca de novo e tal. Então, vivia caindo de árvore, vivia ralado, vivia entrando em casa chorando, entrava chorando. Ah ê. O que aconteceu? Não conseguia nem falar o que tinha acontecido. Pulava na casa do vizinho, vizinho vinha reclamar com a minha mãe, coisas desse tipo, que, não sei, para mim fazem parte de uma infância normal, né? Acho que se meu filho fizer tudo isso, eu vou achar que, que ele está tendo uma boa infância, né? Melhor do que ser criado num apartamento, né? Como Como eu eu vejo hoje muita gente sendo criada em apartamento ou fechada dentro do condomínio, não, não sabe o que é brincar na rua, nem sei se tem condição mais para isso mas, mas da minha infância eu acho que não me arrependo de nada, não. Acho que se pudesse fazer, faria tudo de novo, eu acho.
Só um pouquinho aí. Você tem ou tinha algum apelido na sua casa?
Dentro de casa?

Casa sempre foi Rê. Hum. E

E não sei, meu pai nunca gostou muito disso, que não é o sobrenome dele, né? Mas sempre foi Povia.

Eu acho que é um mal de professor, eu ainda acho isso.

Descobri isso ano passado, que eu fui para lá, que os italianos falam. A origem do nome é de lá, né?

Alguma coisa assim. E foi uma decepção para mim, né?

Brigando com todo mundo.

Isso foi engraçado, aconteceram algumas algumas poucas vezes, mas acontecia.

Acho que era só, acho que eu esqueci a pergunta.

Conta um pouco então desse pri, dos primeiros dias na escola. Eu

Estudava com esse esse grande amigo meu, sempre estudei com ele. Aí fiquei lá até a quarta série. Lá a minha irmã sempre ia muito bem, ela era muito querida e ia muito bem nas matérias. Eu também era e o meu irmão também, então Todo mundo ali na escola conhecia a gente de Do nosso período ali, sem dúvida, todo mundo conhecia a gente. Uma escola bem pequena. Tinha como duas salas de aula para para cada ano. Segunda série A e Bê, terceira série A e Bê, alguma coisa assim. Então, a gente era razoavelmente conhecido, a diretora adorava a gente e tal. Eu estudei lá até a quarta série.

Ali eu não sei se é Osasco ou São Paulo, mas está ali na divisa. Fiquei lá dois anos, lá o colégio maior, eh estudava com gente de outra classe social, pessoal já mais rico e tal. Tive amigos lá, me diverti também, mas acho que não era muito minha praia não, muito playboysada.

que era muito mais forte, voltado para o vestibular e tal, e ele até hoje acha que eu fui para lá, que eu não fui no primeiro ano por causa da minha namorada. Bom, aí terminei o namoro, depois eu fui para lá, talvez se ele esteja certo, talvez não, não sei.

não que eu goste mais de um ou outro, mas de todo mundo, gosto de todo mundo.

Em dois mil e oito, <coughs> agora estou fazendo então o quarto ano, são cinco porque eu faço noturno, então eu formo no final do ano que vem. Aí agora, quando eu me formar, já estou procurando emprego, já estou vendo algumas coisas e já arrumei um, estou para começar em
Janeiro do ano que vem. É estágio ainda, mas, mas já estou arran, arrumado. Só voltando um pouquinho, nessa época de colégio, eh você aprontão assim ou você era mais tranquilo lá?
Ah, eu era sim, acho que acho que mais quando eu era pequeno, até até eu mudar de colégio, né, na quarta série, eu era. Eu lembro que eu tinha brigas com os amigos da minha irmã, porque eu mexia com eles, eles não, eles eram mais velhos, mexia e saía correndo, mexia e saía correndo. Mas eu não lembro de ter feito nada assim que que seja digno de nota. Mas era assim, depois fiquei um pouco mais velho, aí comecei a jogar bola. Aí quin, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, primeiro Só jogando bola. No segundo colegial eu descobri o bar, aí eu fiquei entre o futebol e o bar. E no terceiro aí foi praticamente só estudo que eu fazia escola de manhã e <coughs> cursinho à tarde nos. Principalmente no segundo no
Bola pelo colégio também? Também

Sempre fiz parte do time, às vezes titular, às vezes não. Sempre fiz parte do time, ia com o time jogar, acordar cedo no sábado para ir jogar lá longe, ia.

Mas o meu negócio mesmo é futebol. Jogo futebol até hoje pela universidade também. Aliás, acho que acabou agora para mim, agora esse semestre já não, já vou parar.
Qual que é a sua
No salão, né? Eu cresci jogando no salão. E eu sempre jogava de ala, né? Tenho fixo, ala, os dois alas e o pivô, né? Sempre jogava de ala. Às vezes fazia fixo, pivô não. Não sou habilidoso com a bola. Sei jogar, movimento bem, passo bem. Mas não, não sou habilidoso, nada disso. Então sempre sempre preferi jogar atrás. Quando eu fui para o campo na, naturalmente, né? Eu não Quando perguntaram para mim, e aí você joga do quê? Nunca tinha jogado do campo. Falei, vou para lateral direita Fui para lateral Joguei os quatro anos de faculdade pela lateral direita. Às vezes Titular, às vezes não.
Sempre ali brigando por posição. Hum. Teve algum episódio desses de colégio, de de jogo marcante, que perdeu, que você ganhou
Acho que aí teve teve alguns. Algumas boas atuações com com derrota, outras más atuações com vitória.

E a gente fez um campeonato excelente. Foi campeão, assim, com folga, com louvor. Teve até um gol que foi sensacional lá, que a gente fez, participou o time inteiro e tal. É comentado até hoje lá no, lá no colégio, ó, aquele gol e tal.

E as leonárias era uma semana sem aula, que o pessoal ia só praticar esporte. Era uma sala contra a outra tal, então tinha uma rivalidade ali. Sem dúvida era a melhor semana de aula <laughs> do <laughs> do colégio, sem dúvida. E aí tinha uma rivalidade lá entre o, o terceiro Bê e o terceiro A. Não, o terceiro Cê, que era a gente, e o terceiro A. E a gente foi para a final E virou o tempo, a gente estava ganhando de quatro a zero e depois a gente tomou a virada. Foi cinco a quatro o jogo na, acho que na prorrogação. Uma coisa assim foi, foi dureza. A gente não tinha muito com quem trocar. O time era forte, mas não tinha reserva. O time deles era mais completo. Eles ganharam mais na perna do que qualquer outra coisa. Nesse dia eu fiz um gol da minha área, eu dividi bola com com um cara do outro time né, amigo meu até hoje também, dividi a bola e e, eu não vi, porque ele deu uma solada em mim e eu chutei a sola dele, mas a bola estava nesse nesse, entre os dois pés ali, e disseram que saiu um canhão no ângulo do outro gol, e foi gol. A gente até falou que o goleiro não devia ter tomado tal, o goleiro era bom, porque nada justifica um chute tão forte assim na da minha área. Mas eu não vi meu gol, porque ele foi tomei a solada, já caí no chão com dor né, tinha chutado o pé dele realmente, então já estava com dor, caí no chão, caí no chão a galera gritando gol né, não estava entendendo mais nada e tinha feito mesmo da minha área, da nossa área. alguns momentos aí, né? Outra, a gente participava de um campeonato que era o pré-olímpico. E a gente foi, fez um puta campeonato, ganhando de todo mundo. Já tinha ganho, inclusive, desse de um time que foi para a final com a gente. E na final, que a gente tinha ganho fora de casa. Quando a gente foi jogar em casa, o colégio inteiro assistindo, né? Aquela massa. E e aí a gente perdeu. Tomamos uma virada lá e perdemos. Mas o time era legal, era legal participar de tudo e tal, igual é hoje na faculdade. Apesar que na faculdade o pessoal leva muito a sério, é muito profissional e tal. Não pode se, não pode sair para a balada antes do jogo e tal, é um negócio meio. Aí eu já estou pendurando as chuteiras lá, que não é muito para mim isso
Aí não. <sniffs> E você chegou a se machucar alguma vez seriamente assim?
Não, a única vez que eu, que eu coloquei um gesso na minha vida foi jogando bola também, mas foi totalmente sozinho, foi um lance esdrúxulo, eu estava com a bola no pé, eu fui chutar e simplesmente chutei o chão, trinquei o dedo do pé, sozinho, não tinha ninguém perto, não tinha nada, a bola nem se mexeu, eu errei a bola totalmente, foi só o chão, <laughs> e eu coloquei um gesso no pé, mas trincou só, também não foi nada demais. O resto era ralado, torção, virilha, dói, mas vai jogar, dói, vai jogar, dói, vai jogar, uma hora sara, depois vê, sempre assim, <laughs> vai vai levando. Não. Depois dos doze.

Onze, doze anos eu fiquei bastante. Aliás eu, agora eu tenho crises assim, cada dois anos, três anos. E é alguma semana que eu estou atolado de prova, fazendo balada toda noite, dormindo mal, e aí cai muito a resistência, daí eu tenho uma noite lá que eu vou dormir e fico Mas é, é totalmente pontual. Depois dos doze, eu lembro e eu lembro que foi alguma coisa do tipo, crise, crise, crise, crise, duas, três vezes por semana, duas, três vezes por semana, de repente, pumba, parou. E aí eu fiquei anos sem ter. Meio curioso até. E para bronquite eu tinha tentado já um monte de tratamento, vacina, homeopatia Curandeiro, não sei, minha mãe me levou no pajé, sei lá onde, tudo, tudo, e e nada tinha dado certo, aí um, aí o médico um dia falou assim, ó, não não vai ter jeito, tal, deixa deixa ele assim, uma hora para, e aí com alguns onze, doze anos pa
e eu nunca mais tive. Uhum. E você teve essa namorada na sétima série, você falou? Isso. Era a primeira namorada ou tinha. Foi

Era a primeira que eu Tinha treze anos, eu acho, eu estava na oitava, ela na sétima, E foi a primeira namorada, inclusive o primeiro do do pessoal a ter namorada. Ela era também do do do pessoal, assim. E a gente namorou bastante tempo, acho que dois, três anos. Acho que fui um dos primeiro a perder a virgindade também, porque só eu tinha namorada né, o resto não tinha. Minha mãe vivia desesperada, né? Vivia desesperada. Teve até. Tipo, não deixava ela ir para casa, não deixava eu ficar lá. Eu ia para a praia, não deixava ela ir junto. E <coughs> vivia assim, né? Aí o, um determinado momento aconteceu, a gente transou, e aí minha mãe começou a insistir por algum motivo, ela teve um feeling, e começou a insistir para eu falar para ela, e aí? Foi ou não foi?

E eu sempre falava, não, não, não. Aí ela falou assim, não, pode falar, tal, não tem problema. Daí eu falei assim, ah, então eu vou abrir o jogo, né? Não, mãe, então transamos, né? A partir daí ela mudou, tal, ela não deixava mais eu sair, não deixava mais eu nada. Eu falei para ela que ela me traiu, tal, ela acha ruim essa história, mas foi isso mesmo que aconteceu.
<coughs> Só para, só para registrar, qual eh o nome do seu grande amigo e da sua namorada?

Ela era japonesa. Uhum. Mas como é que era eh esse relacionamento com você? Conta um pouquinho como é, como é essa história do namoro conta um pouco para a gente
Ah, era coisa muito de moleque né Eu lembro que ela Era, ela era mais da pá virada que eu, eu era mais tranquilo. Em algum momento, a minha molecagem, mas eu sempre fui um moleque, mas muito, sempre tive um certo respeito, um grande respeito pelos meus pais, assim e tal. E, e em algum momento eu comecei a ficar meio quadradão, sabe? O o pessoal começou a, começou a beber muito cedo e eu não queria. Começava a ir atrás de mulher muito cedo e eu não não sabia, eh eu era um pouco mais quietão e tal. Então, <coughs> aí eu, acabou que eu arrumei essa namorada, bom, comecei a gostar dela tal, daí eu pedi para uma amiga minha, amiga dela, xavecar e tal, foi coisa de de moleque mesmo, bom, eu era moleque, eu tinha treze anos, e aí um certo dia a gente ficou e foi ficando, depois de uns três meses a gente começou a namorar Não sei, acho que eu não tenho muitas A gente sempre saía junto tal, ficava no hall do prédio dela lá embaixo, no ficava por ali, ela não não não subia para o prédio na casa dela porque, porque ela era menina e queria se preservar, eu acho, não sei. Lá para casa a gente ia poucas vezes, até porque eu morava um pouco mais longe do colégio. Depois eu mudei, né, eu saí dessa casa perto da divisa com São, com Osasco, com São com São Paulo, desculpa, era em São Paulo perto da divisa com Osasco e fui mais para, fui para Osasco mesmo, um pouco mais para dentro. Então ficou um pouco longe, então a gente nunca ia para lá também. E aí foi isso, foi, acho que foi no dia dos namorados que a gente transou pela primeira vez, mas também não não fo, não chegou a ser uma vida sexual ativa não, era uma coisa meio esporádica, era moleque, não tinha lugar, né, não tinha onde fazer e tal. Acho que era só. Aí depois a gente foi namorando, aí eu terminei com ela algumas vezes, terminava a gente voltava, terminava a gente voltava, terminava. Aí um dia ela terminou comigo e eu achei que a gente ia voltar e a gente nunca mais voltou. Aí eu fiquei um ano e pouco pensando nela ainda, mas já em outro colégio tal já, já fazendo outras coisas. E aí foi, ficou por isso mesmo, aí acabou. Em algum momento eu vi que acabou, ela aí ela arrumou um outro com namorado lá, pior que ela ainda <laughs>

E aí acabou, não sei. Aí eu depois tive

Bom, acho que eu estava terminando o terceiro colegial né, tem que tomar uma decisão, e aí, o que que você vai prestar? Terminando, não, no começo do terceiro colegial, bom, e aí, que que você vai prestar? Ninguém sabia, eu sempre gostei muito de matemática, então comecei a cogitar fazer física, mas eu olhava lá para frente e falava, bom, mas física não vai me dar um, um não um emprego razoável, mas Não não tem um mercado tão aberto e tal né, não é não é muito fácil, a pessoa tem que correr muito atrás. Eu não tinha essa visão ainda na época, mas eu tinha meio que medo de ficar desempregado, meu pai sempre falando, ó escolhe um curso para você ter um emprego e tal, não sei o quê, na minha época era diferente, na sua época você tem que estar bem preparado e tal. Cheguei a cogitar fazer física, não ia dar. Eh bom, acho que alguma engenharia então, né? Fiquei ali, depois eu comecei a ver que era muita matemática, eu ia começar a ficar meio maluco. Então eu achei que o meio termo bom era economia, que até quando eu prestei eu achei que era exatas né, só. Só depois que eu fui ler o manual tal que eu fui ver que era da área de humanas mesmo. Li um pouco, comprei um guia não sei o quê lá da Folha sobre carreiras, li, me informei um pouco, conversei com algumas pessoas.

E ele já era, ele já é quatro ou cinco anos mais velho que a gente. Ele está fazendo administração na Gê Vê Aí eu fui conversar um pouco com ele também, ele falou, poxa, é, acho uma boa você ir para administração, economia, né, alguma coisa assim e tal. Os outros cursos é meio complicado e tal. E ele para mim, por ser, por cinco anos mais velho e tal, sempre admirei bastante ele e tal. E aí, acho que, acho que ele me influenciou bastante. e eu acabei optando pela economia, né? Mas assim, foi foi com a ficha de inscrição do vestibular na mão, e aí? Bom, acho que vai ser economia mesmo. Tanto que eu coloquei economia, na na Unicamp a gente escolhe as opções, né? Economia, a segunda opção foi engenharia de alguma coisa, e a terceira foi robótica, um negócio, assim, nada a ver, totalmente perdido. Mas acabou que eu achei economia, entrei em economia, E estou satisfeito com o curso até hoje. O início é meio chato, não sei se eu faria Unicamp de novo, porque lá tem uma visão muito conceitual da coisa e tal. Talvez eu fizesse Usp, ter uma visão um pouco mais prática, né? Mais voltada para o mercado de trabalho. Eu não sou muito cientista, assim, acadêmico, de ah vou a fundo nesse assunto. Eu sou mais ligado às coisas mais práticas tal, né? O Entender a conjuntura, entender o que está acontecendo. Então, talvez a A Usp tal fosse uma melhor opção. Não estou, não fiz Usp porque eu não passei no vestibular, na verdade. Também fui criado, minha irmã já estava dentro da Usp, e meu pai falando Uspi, Uspi, Uspi, Uspi Acabou que passei na Unicampi e não ia fazer.

Falou, não, você tem que fazer, pelo menos vai lá e começa. Se você não gostar, você volta e faz cursinho. Acabou que eu fui parar lá, comecei a fazer, fui gostando e fiquei por lá.
Você foi morar em Barão Geraldo?

Barão Geraldo. E como que foi essa mudança?
Então, logo que eu cheguei lá, eh quando eu passei, minha mãe falou, então você vai mesmo? Eu falei, vou. Então ela falou assim, então a gente vai lá um dia antes, antes da matrícula até, fomos lá para ela ver, né, como é que era, tal, ver se arrumava a casa, alguma coisa assim. E a gente foi para a economia, né, e chegamos lá, estava tendo uma reunião do centro acadêmico. E um um, conversando com esses caras tal, o o ginasta, que é grande amigo meu até hoje, meus pais foram conversar tal, eu eu fui conversar com todo mundo, os caras já queriam cortar meu, aliás, cortaram meu cabelo, já me pintaram tudo lá, antes de todo mundo ainda, já falaram que eu era um pré-bicho. Aí já me ferrei. Enquanto o pessoal me zoava, o ginasta ficou conversando com meus pais. Ele falou, ó, tem uma vaga na minha república, então você vai ver, você não quer dar uma olhada lá para você ir morar com a gente? E a gente foi. E eu lembro que minha, meu pai já ficou assim, não, nossa, que lugar legal e tal, era pertinho da faculdade, a casa boa, grande e tal. Então já já ficou meio pré-definido aquilo ali, né? Eu depois eu fui conhecer uma casa que era tudo suja, tudo de pernas para o ar, um jardim sem fazer, e eu ali achei o máximo, né? Nossa, isso aqui e tal, casa sujona tal, mas hoje já não dá mais. Aí acabou que eu fu fui morar com esse ginasta, E estou na casa até hoje, né? A casa tinha começado, a República chama Toca, né?

Hoje na casa já tem todo mundo.

Eu entrei em janeiro de E quatro. E eu estou lá até hoje. Hoje sou o membro mais velho lá. E por algum motivo a gente desenvolveu um carinho ali pela casa, eu e esse ginasta também, que é muito ligado na República, já passaram, cada ano muda bastante o tipo de gente que está lá, o perfil das pessoas, o ritmo da casa, o meu ritmo também, mas o ritmo da casa que influencia diretamente no meu. É uma república grande, morávamos em sete, depois passamos a morar em oito, agora estamos em oito. E tem um jardinzão de inverno legal para caramba, a gente faz festa lá direto e tal. A casa já é meio que uma referência, pelo menos para economia eu sei que é. Todo mundo sabe onde eu moro, sabe onde é a casa, todo mundo já foi lá. Difícil achar alguém que não foi. Então, em termos de república, eu vejo hoje que não poderia ter sido melhor. Um bom indicador disso é que eu fiquei lá o tempo todo Todo mundo já falou, ah, mas é bom mudar de casa, mas eu falo, poxa, mas a casa muda a cada ano, né? Eu mantenho o lugar e as pessoas mudam a cada ano, então, vejo isso como, eu não vejo problema nenhum em ter ficado lá tanto tempo. E, bom, sobre morar fora, longe dos pais, eu acho que foi ótimo para mim, excelente. Acho que me fez muito bem, eu aprendi muita coisa, aprendi a respeitar outras pessoas. Eu era meio mimado em casa. Aliás, hoje eu tenho uma visão que todo mundo é. Se você é criado com seus pais, seu pai, sua mãe é aquele que você responde e não acontece nada. Agora, numa república, não. Você não vai responder para qualquer um. O cara vai tratar você ali de igual para igual. E eu acho isso sensacional. Minha irmã já não acha, a gente até discutiu um pouco sobre isso duas semanas atrás, quando a gente brigou pela última vez. E ela já acha que não, que a hierarquia é importante e tal. Eu Eu vejo im, eu acho interessante essa ideia de todo mundo se tratar igual, ninguém manda mais que ninguém. E ao mesmo tempo eu vejo uma certa hierarquia. Quando eu entrei, quem já estava lá, de certa forma, já sabia como as coisas funcionavam, né, me influenciaram. E e acho que eu absorvi bem isso e hoje a situação é o contrário. O pessoal quando quer fazer alguma mudança tal, eu sinto que vem falar comigo, comigo e com mais um outro cara que está lá, que também coordena bem. Mas é uma relação que ao mesmo tempo é de respeito total e uma certa hierarquia, um um certo, não sei, quem está lá já tem uma moral, entendeu? Já sabe como é que as coisas funcionam e assume a bronca mesmo, quebrou alguma coisa, precisa arrumar e tal. E eu acho que eu assumi isso bem, inclusive quem estava lá antes falou que eu consegui assimilar bem e tal, e organizar bem as coisas. Então, sobre morar sozinho, eu acho que não poderia ter sido melhor, acho que aproveito muito mais a faculdade estando longe dos meus pais, não que eu faça nada de errado, né, para eles mas, mas acho que tenho mais liberdade eh, vi, estava até comentando esses dias, viro a noite estudando lá, lá é muito normal isso, ó tem prova tal dia, então viro a noite estudando mesmo, aqui já não, aqui as pessoas estudam durante o dia tal, minha mãe já não ia gostar de ver eu virando, nem sei se eu ia virar a noite com a minha mãe dentro da casa e tal. Porque vira Bota uma música alta para não dormir, vai estudando, vai se virando. Mas eu tenho ver muita responsabilidade também, que você não tem quando está em casa. Muitas vezes aconteceu, chega em casa, abre a geladeira e só tem cerveja. Pô, mas eu estou com fome, né? E Barão Geraldo, não sei se você já conhece, Mas eh, você não acha comida de madrugada, fecha tudo Então, diferente das outras cidades eh, universitárias que tem por aí, né? Aqui na Usp tem, acho que acha bem. São Carlos eu sei que acha, Unesp eu sei que acha. Então, várias vezes eu ia dormir com fome, ou roubava alguma coisa de alguém, ia cedo no mercado dia seguinte para comprar e tal. Vêm umas responsabilidades extras assim que, que eu acho importantes. Não vi ninguém que se perdeu na vida, que acho que é o medo dos meus pais, por exemplo. O cara foi morar sozinho e se perdeu na vida, errou o caminho. Acho que não, acho que isso não não está relacionado. Eu vejo os caras que ficam dando balão nos pais e tal, mas meio pontual assim. E só para concluir, então, ido morar sozinho, acho que não poderia ter sido melhor. Nesse quesito, me arre, não me arrependo nem um pouco de ter ido para a Unicamp, porque poderia ter ficado na Usp, mas eu vejo que meu irmão e minha irmã ainda estão, meu irmão e minha irmã ainda estão um pouco embaixo do do guarda-chuva da minha mãe, coisa que eu acho que eu já saí, já saí bastante, já já sou mais independente tal, já vou mais atrás das minhas coisas. E acho que é uma idade para isso mesmo. Você não precisa de ninguém buzinando na sua orelha para você ir bem na prova, na faculdade. Se você não entendeu isso ainda, está na hora de você começar a entender. Você tem que começar a trabalhar pelos seus objetivos e não por aquilo que está sendo cobrado. De certa forma, o co, o professor é uma cobrança, mas em última instância você pode bombar e não tem problema nenhum. Então, você que tem que assumir esse risco. Eu acho que é uma idade importante. Acho que é a idade para se entender isso, né. Eu paro do princípio que quando você entra na faculdade você é uma pessoa, quando você sai, você já é um homem. Né, você já, já está respondendo por você ali. Então, eu acho importante até, inclusive eu incentivei muito meu irmão a sair de casa. Ele é que não quis.
E como foi essa decisão de ir morar fora? glub glub (líquido sendo engolido)
Eu não tive problema nenhum. Meus pais relutaram um pouco, ah, mas não precisa, faz mais um ano de cursinho e tal. Você diz fora na faculdade ou fiz fora? Não, fora, fora Fora do país. Ah, tá. Eh

Fui, tirei para os dois meus dois irmãos, né, tiramos os três. E a partir daí eu comecei a ouvir um monte de gente falando, nossa, então vai para Europa, tal, você tem o passaporte, tal. Inclusive do meu pai mesmo, não, você tem que ir, você tem que ir. Minha mãe sempre segurando mais, não queria que eu fosse.

E aí, então, vai, vai, muita gente falando, vai, tem que ir, vai conhecer.

E vai e vê o que tem, se você não gostar, você volta. Aliás, você vai voltar de qualquer jeito, mas vê o que tem para no momento futuro, se você quiser ir você, está aberta a porta para você agora. E foi realmente isso que eu fiz. Fui para lá, meu intuito era ficar um ano, né? Acabou que eu fiquei um pouco menos, fiquei uns oito meses só. Mas era chegar lá, arrumar um emprego, se virar, ir fazendo minhas coisas e ir embora. Aí eu conheci esse meu primo, meu pai falou assim, você quer ir?

Então ele foi lá em casa um dia, eu não o conhecia, cumprimentei ele e tal, conversamos um pouquinho, ele falou assim, você quer ir?

Então fui, fiquei duas semanas na casa dele. Aí já <coughs> já fui, já comecei a me virar por lá. Então a decisão foi muito tranquila, muito fácil. Eh Eu decidi ir tal, lógico que antes de ir dá aquele frio na barriga e tal, será que vai dar certo, não vai dar e tal. Mas deu tudo muito certo, meu pai agilizou bastante o meu lado também, tanto botando pressão para eu tirar o documento, quanto trazendo meu prêmio em casa, quanto falando para eu ir. Meu pai tem até hoje o sonho de voltar para lá né ele, inclusive está indo para lá agora no final do mês e quer ver casa, quer ver algumas coisas lá. Então, sobre a decisão, para mim, foi muito tranquila. Minha mãe sempre falando para eu não ir, todo mundo da faculdade falando vai, vai, todo mundo, todo o resto falando não vai. Minha mãe, acho que no fundo, queria que eu fosse, mas aquele negócio de mãe não, vai, mas não vai, né? E então a decisão foi muito tranquila.

Eu fiquei, arrumei um emprego de, fiquei na casa do meu primo dois meses, depois arrumei uma casa, depois arrumei um emprego né. Londres, no verão, é a coisa mais fácil que tem arrumar emprego. Até gente que não fala inglês, ou não, está ilegal no país, tudo se arruma, porque tem muito, muita oportunidade.

Fiquei lá quatro meses, juntando dinheiro e tal, né? Eh Morava perto do centro também, então ia a pé para o serviço, tranquilo, dava uns vinte minutos andando. E é uma cidade bonita tal, né? E eh, estava no verão, né? Então, calorzã Fiquei lá uns quatro meses trabalhando, <inhales> conheci outros brasileiros, conheci uma italiana, três polone, quatro polonesas, trabalhei com francês, com espanhola, trabalhei lá com com o pessoal. Depois, antes de voltar, fiquei um, uns quinze dias que eu arrumei um outro emprego de final de semana, que que na verdade não era voltar, eu ia para a França ainda, né? Falei, bom, então vou trabalhar bastante aqui para ter um dinheiro, depois eu vou mais viajar e mais me divertir, né? Então eu arrumei um dinheiro, eh fui, fiquei quinze dias trabalhando direto, todos os dias, eh não dá, não era, não era oito horas por dia, mas dava aí setenta horas na semana, duas semanas direto, consegui ganhar bastante dinheiro.

Eu não es, não estou lembrado exatamente o parentesco, mas acho que ela é sobrinha da minha avó. Então é prima do meu pai, isso. E então, eu fiquei lá um mês em Paris. Nesse, nisso, meus irmãos foram me visitar em Londres. Né. Minha irmã tinha um tempo de férias, ela foi para lá. Ficamos em Londres, quatro dias. Fomos para a França. Então, ficamos os três na França. Fomos fazer uma viagem rápida para Barcelona. Só conhecer, porque eu sabia que eu queria morar lá depois. Então, fui só conhecer, para depois ir com as malas todas. Voltamos para a França. Bom, na França foi divertidíssimo tal, conhecemos tudo. Meu tio e minha tia levaram a gente para todos os lugares. Conheci a França inteira gastando onze Euros né, <laughs> eles levavam de carro, de bê eme dáblio para todo lugar e tal. E Torre Eiffel, Champs-Élysées, tudo. Âhh Conheci outros parentes lá, o Paulo, o pessoal, tudo mui, todo mundo muito legal, muito atencioso. Eles tinham que trabalhar e dava um balão no serviço para ir levar a gente e tal, todo mundo muito legal. Fui para Barcelona, quando eu cheguei em Barcelona com meus irmãos, praia, sol, cerveja barata, falei, nossa, é aqui mesmo, é aqui que eu quero ficar. Ficamos lá uma semana, voltamos para a França, meus irmãos foram embora. Eu fiquei ainda mais uns três dias lá, peguei todas as minhas coisas e fui para Barcelona. Uma viagem de ônibus horrível, inclusive. O ônibus de lá é muito ruim, né? Tudo feito na base de trem, eu demorei para comprar passagem e tal, me enrolei. Bom, chegando em Barcelona, fiquei dois dias num albergue, que era o tempo de eu achar alguma outra coisa, achei uma casa lá, Fui morar com dois espanhóis, dois barceloneses lá, eles falam, dois catalães, né? Que é catale eh, Catalunha, a região que eles ficam. Então Esses aí lá, lá eu passei bons momentos. O pessoal jogava o mesmo videogame que eu lá, Winning Eleven, <inhales> e saía para beber, tal. Os dois tinham vinte e cinco Uma coisa que eu senti um pouco falta nessa viagem foi que eu não tive muito contato com estudante. Como eu fui meio na na raça assim, fui lá, arrumei emprego e tal, eu não estava muito no meio a, no meio universitário e acho que é importante você estar rela, se relacionando com gente igual você Em Londres eu me, eu me relacionava muito com gente O cara ilegal lá, o cara comprando visto, o cara eh, ou o cara que estava lá só eh rebolando para para sobreviver, porque no Brasil não não tinha muita coisa para ele fazer e tal. Então, aí em Barcelona um pouco melhor, e aí ficou melhor ainda quando eu arrumei um emprego em Barcelona, que foi exatamente na recepção de um albergue. Aí sim, aí eu não estava com os universitários, mas estava com os turistas, né? E na verdade o público de albergue muito universitário, né? Então, aí sim, aí acho que foram uns dois melhores meses da minha vida, que eu trabalhava pouco, em Barcelona um sol, dia lindo sempre, praia, ia para a praia quando eu queria, fui na praia nudista, foi legal e tal, eh conheci bastante gente, ficava muito amigo dos hóspedes, eles chegavam lá, faziam check-in e tal, Daqui a pouco já ia puxar assunto com eles, ô vamos para a praia aí, ia... Ficava amigo do pessoal rápido. Tinha uma parte do meu serviço que era levar o pessoal para a balada, né? Porque no albergue a gente organizava isso. Então, tinha que ir para a balada todo dia. Às vezes dava no saco, às vezes, de tanto que tinha que sair. E aí foi isso. Aí depois terminando Barcelona eu fui para Portugal. Conheci Portugal inteiro, conhecendo todas as famílias. Gente de todo eh, ah, parentes do meu pai, parentes do meu vô, parentes da minha vó. Todo mundo muito atencioso, muito legal. Gostei muito da cidade do Porto, que acho que é, é mais bonita do que Lisboa. Lisboa é legal também, mas gostei muito do Porto. Fui para a praia lá, mas a água era muito gelada, não não dava, não gostei. Barcelona é melhor porque ela é para dentro do. Acho que é Mar Mediterrâneo ali, né? E Então a água era mais quentinha e tal. Ali, ó, Portugal você pega a, é uma corrente que sai do sul e vai para lá. Né, então a água é muito gelada. Bom, você banha no Atlântico, né? Então a água é muito gelada. Então eu fiz Portugal ali uns vinte dias, viajando por lá tal. Mas aí muito mais família, ficava na casa de, de tios, casa de de primos e tal. Muito bem recebido sempre. conheci o seu nascimento, que é um velhinho que é igualzinho meu vô, é irmão dele, mas é igualzinho, idêntico, e apesar de ser mais velho, está melhor de saúde. <inhales> Bom, saí de Portugal, voltei para Londres, deixei as coisas em Londres, fiz uma passagem rápida pelo leste europeu, fui para Bratislava e fui para Praga. Praga é lindíssimo, mas estava um frio do cão, eu não gosto de frio nem ferrando, meu negócio é praia, sol... Mas gostei e tal, aí um pouco pior já, porque eu já fui viajar sozinho, sozinho mesmo, né, e aí como eu cheguei lá já não era mais tão alta temporada, já era outubro, então já não tinha tanta gente e tal, então eu ficava mais no hostel mesmo, praga para che, para sair do hostel e e para chegar no centro da cidade era um pouco complicado e a língua toda esquisita e tal, então às vezes ia, mas aí às vezes tomava uma cerveja sozinho, não é muito minha praia, puxava um assunto com o garçom, mas ele não falava muito inglês, Aí, então, acabei ficando mais no hostel mesmo, porque eu conheci uns australianos lá. A gente ficou vendo Copa do Mundo de Rugby também, que foi muito bom. Aliás, o rugby eu descobri que é um jogo bom para se assistir tomando cerveja. É o melhor que tem. Melhor do que futebol, inclusive. E aí foi isso, voltei para Londres, fiquei mais uns três dias e voltei para o Brasil. Conheci muita gente lá em Londres, muito brasileiro, morei só com brasileiro lá, uma das coisas que eu não queria que eu tivesse acontecido, mas é complicado, você chega lá, quem quem te abre a porta é o brasileiro, quem quer te ajudar é o brasileiro, quem te arruma emprego é o brasileiro, o chefe quer te colocar brasileiro porque ele já tem outros brasileiros e vocês se comunicam mais rápido, então... É um pouco complicado você fugir de tudo, né? Lá em Londres até cogitei ir para uma outra cidade menor, porque lá eu estava pre treinando pouco inglês, né? Um dos objetivos grandes era aprender inglês e espanhol, coisa que eu, pelo menos eu me comunico bem nas duas línguas. Inglês eu já estudei bastante e tal, mas me comunico bem tanto em inglês quanto espanhol. Espanhol não sei escrever nada nem, inglês estou meio enferrujado na gramática, mas me comunico bem, então eu queria ir para o interior. Aí um uma certa viagem a gente fez, a gente pegou alugou um carro e foi para País de Gales, né e, em Cardiff que é a capital do País de Gales. Tudo muito legal e tal e, só que nesse nessa nesse nessa ida a gente parou numa cidade chama que é tipo uma cidade, ba é que é feita ti, não sei se, acho Desculpa, é feita pelos romanos mesmo, e ela é toda feita pelos, pelas casas de banho romana, antiga e tal. E é lindíssima a cidade, maravilhosa. Então, cheguei a cogitar em morar lá. Acho que faltou dar a cara a tapa mesmo, juntar as coisas e ir para lá, porque emprego tinha. Quase arrumei emprego lá, sem mesmo sem estar procurando muito. Era um pouco mais complicado casa, então não consegui. Outra coisa que cogitei bastante foi quando eu fui conhecer Amsterdã, ir morar lá. E emprego. Cheguei a pedir emprego para a mulher e falei, ó, precisa aprender, precisa saber falar holandês? Não, acho que é, era holandês, acho. Não sei o nome da língua. Aí ela falou assim, não, você fala inglês? Não, inglês eu falo. Daí ela já tinha, ela já virou de as costas para pegar uns pratos para ver se eu sabia carregar os três, assim, que eu já ia arrumar um emprego de garçom. Falei, não, para agora não dá, é para depois, ela Ah, achei que você queria começar amanhã e tal. Então, estava bem fácil de arrumar emprego lá. O que eu ouvi falar é que era mais complicado arrumar a casa. Porque Amsterdã ela é toda preservada, né? Não pode Não tem prédio, não tem nada, aliás, nem passa carro. Então, é um pouco difícil arrumar casa e quem arruma, arruma um pouco longe do centro. Na verdade, faltou um pouco dar a cara a tapa, né? O que é muito fácil falar agora, mas na época eu lembro das dificuldades que eu estava passando. Estava terminando de me adaptar em Londres, estava com um contrato de casa em Londres e tal. Não era tão trivial assim sair fora, não era tão simples. Mas tal talvez desse para ser feito. Acho que era isso só, que desse para ser feito, mas... teria que ser mais corajoso ainda do que eu acho que eu já fui, e acho que eu já fui bastante, pelo menos eu não conheci ninguém até hoje que fez tudo que eu fiz, assim, de sair daqui, tudo bem que eu tinha o passaporte e tal, isso muda um pouco de figura, mas sair daqui sem conhecer ninguém e tal, ou conhecendo uma pessoa que é meu primo, realmente não é fácil, todo mundo que eu vejo que sai daqui já sai com casa alugada lá, já sai com um emprego mais ou menos arrumado lá e tal, e é uma das coisas que eu me orgulho é ter feito isso. E aí, bom, terminei tudo, toda essa viagem, terminei em Londres de volta, né? Voltei para o Brasil, fui ultra bem recebido aqui, todo mundo, pelo menos nos primeiros meses, nos primeiros quinze dias, vai. <laughs> E aí, aí minha mãe já começou a se irritar um pouco que eu ficava muito tempo sem fazer nada, porque eu voltei em outubro, né? Fui começar a estudar só em março. Então, outubro de, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. <sighs> Quase seis meses de férias aí. E aí eu fui ajudar um pouco lá na lotérica também, ver se conseguia fazer algumas coisas, não consegui, umas coisas que eu queria fazer e meu pai não queria

E aí foi isso. E aí você se forma agora no fim do ano, é isso?
Não, não, eu formo no final do ano que vem, e todas as matérias que eu teria que fazer no ano que vem, eu já estou puxando praticamente todas, vão sobrar só duas, que aí eu já já arrumei, <coughs> passei num processo seletivo agora no primeiro semestre, começo a trabalhar em janeiro, então como eu vou trabalhar aqui em São Paulo, eh para eu ficar indo e voltando de lá é mais complicado, então a mulher perguntou se eu, a mulher do erre agá perguntou se eu queria começar em julho ou em janeiro, optei por janeiro,

Porque aí eu posso fazer todas, grande parte das minhas matérias aqui, fica faltando monografia dois, que é não presencial, então não preciso ir para lá, e uma outra matéria que eu vou ter que ir para lá duas vezes por semana. Então, em um semestre eu vou ter que ir para lá duas vezes por semana, no outro praticamente não preciso ir. Preciso ir para ter contato com o orientador, só, pouca coisa. Então, já vai dar tudo bem certo.
A primeira pergunta é essa mesmo. Tem mais alguma coisa que você queria pontuar, queria falar aqui que eu não, eu não perguntei? Ah
Acho que eu falei de tudo, né? Não sei se eu dei a importância exata para para cada evento da minha vida. Porque, por exemplo, esse lance da da bronquite eu sei que foi uma coisa que me marcou muito. E principalmente o hospital, né? Que pelo menos em termos da família, eh com certeza é uma coisa que me marcou muito. Inclusive porque eu tenho uma cicatriz aqui de trinta e quatro pontos, alguma coisa assim. Uma cirurgia feia. Uma cirurgia envolveu, o o diretor do hospital chegou a chamar o melhor eh, pneumologista do do estado de São Paulo tal, foi primeiro, a primeira vez que uma cirurgia daquela foi realizada no hospital, foi uma coisa meio meio grave mesmo né, que na época não tinha, não tinha muita, eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Mas acho que é isso, acho que eu sempre dei muita importância para, de como eu vejo as coisas no meu futuro, como que eu estou vendo, e acho que Eu eh arru, eh ter ido viajar mostra bem isso, sempre de certa forma preocupado com o que vai acontecer depois. Um pensamento meio conservador assim, que acho que é uma coisa que eu herdei muito do da minha educação. Meus pais sempre pensaram, ah sempre me falavam, o que você faz hoje, você vai, vai colher, o que você planta hoje vai colher amanhã, o que você faz hoje vai refletir amanhã. Então, acho que eu nunca fui muito assim inconsequente, exatamente, assim de de fazer as coisas sem pensar. Faço bobagens, tal, traquinagem, já caí de telhado, fiquei com o joelho inchado desse jeito, né, já, eh, algumas coisas desse tipo, mas acho que quando quando en quando envolve responsabilidade, meu futuro, ah, importante o quê? É importante aprender inglês? Então, corro atrás disso. É importante viver internacional? Então, vou vou fazer isso, tal. Eu sempre tive essa in, essa essa ideia. Mas acho que isso foi bem, foi bem retratado.
Antes de eu terminar, pega uma pergunta sua. Então a minha, para a última pergunta é o que que você acha, achou de contar a sua história?
Eu achei legal, eu estava esperando uma coisa bem mais informal, quando eu vi luzes e e filmadora e uma equipe de três pessoas tal, eu fiquei um pouco, putz, será que eu devia ter me preparado melhor tal, será que eu estou fazendo certo? Mas acho que se tem um assunto que eu domino totalmente é esse né, um assunto tranquilo para ser falado é da sua própria vida né, ainda mais para pessoas que não sabem né, às vezes eu conto coisas da minha vida que minha mãe discorda, porque ela era mais velha na época e lembra melhor tal, mas para vocês é super tranquilo, <laughs> vocês não vão, vocês vão acreditar em mim, tenho certeza. Eu gostei, eu achei a experiência interessante, não vejo problema nenhum em fazer isso de novo daqui a vinte anos né, porque eu preciso ter mais coisas para contar né, fazer a fazer semana que vem não vai dar muito certo, não vai acontecer muita coisa essa semana. Mas eu gostei, achei intere âh, interessante, ah durante, enquanto eu estava falando eu percebi algumas coisas que eu não sei, Por exemplo, onde nasceu minha avó. Não sei se isso é relevante também, mas são coisas que eu não sei. Eh Como meus pais se conheceram, eu não sei disso. Pô, como que eu não sei disso, né? E foi legal, foi uma experiência interessante. Enquanto eu vou contando, eu vou pensando e lembrando de amigos, lembrando de de algumas cenas, assim. Nada que seja digno de nota, mas, poxa, e esse cara, como será que está? Pô, lembra desse cara, tal. Eu sou muito amigo dos meus a, meus amigos antigos até hoje, né? Alguns Alguns não mais e tal, e contando aqui, eu falo, poxa, vou atrás desse cara, né? Vou usar o Orkut, aí vou, vou achar esse cara, como será que ele está e tal. A gente era tão amigo e e, e eu vou vendo também como as coisas passam, né? Contando aqui, resumindo a minha vida em uma hora e meia aí, como as coisas passam e tal, e algumas coisas, se você não se atentar, vão embora mesmo e se esquece, às vezes era uma coisa importante para você E outras tão presentes e você vê, poxa, mas será que isso é realmente relevante e tal? Então, eu achei a experiência sensacional. Não faria isso em casa sozinho, mesmo porque você não, acho que ninguém consegue, né? Ou vou parar aqui duas horas para refletir sobre a minha vida. Você acaba entrando em outros assuntos e indo embora. Precisa colocar você lá para, para ficar perguntando ali, <laughs> manter o raciocínio. E, bom, para mim foi válido, totalmente. E, bom, agradecer vocês aí.

Moçada. A gente agradece, obrigado mesmo.